e sete. Nasceu.
Eu nasci aqui em Jaci Paraná. Aí nasci aqui em Jaci-Paraná, né? Ah Aí eu achei esse rapaz, né? Que eu me casei, né? Aí por aqui mesmo, né? Aí daí fui para o lá para o para o seringal, né? E aí por lá nós ficamos, ele sempre ele ia na minha casa, eu ia na dele, né? Aí ficamos se gostando, né?

Pegamos e casamos.
Mas ia, vamos voltar muito antes. Me conta qual é o nome, se a senhora sabe o nome do seu pai e da sua mãe.
Sei, senhora.

E o seu pai, o que que a senhora lembra dele? Pois é Aí ele veio aqui para Jaci-Paraná, do Rio Grande, né? Rio Grande do Norte? Sim, senhora, Rio Grande do Sul. Ah! Não, era do Norte, Rio Grande do Norte. Ele veio de lá né com a idade de quinze ano, não, dezesseis ano. Aí chegou aqui em Jaci-Paraná, Então dizia ele que veio de lá porque os pais dele eram ruim para ele, né? Aí dizia que batiam muito nele, porque ele ele gostava de de farra, né? Ele fugia para ir para as farra, aí os pai não queriam, né? Que era naquele tempo antigo, os pai prendia a gente, né? Aí não deixava ir para os cantos, né? Então, ele gostava de um forrózinho. Aí ele ia saía escondido dos pai para ir para o forró. Aí quando foi um dia ele diz ele que chegou, aí o pai pegou, deu-lhe, deu-lhe, aí o o pai soltou, a mãe pegou. Porque ele não era para fazer mais aquilo, né? Ele falou, quer saber? Já estou quase com a idade de de... Já quase de de... Como é que diz? De... De maior. Então, eu vou procurar meu de meu destino. Aí veio embora para cá. Aí chegou aqui, encontrou com a minha mãe, né? Porque
E a sua mãe, ela era ela era filha de quem? Eh
Ela era filha do de um senhor com nome Antônio, como é?

Era o pai dela.
Ele era ele era ele fazia o que? Ele era era tabelião aqui. Então, aí ele começou a namorar com ela, né? Aí mas casaram. Casaram aí foram para o seringal. Aí ficaram por lá, ficaram, ficaram né aí depo ela saiu E quem que era o seringal naquela época? Eh O que era o seringal, o que que a gente fazia? É. Com o seringal? Eh Ele cortava seringa. Ele cortava seringa, né? Aí ele pe pescava, né pescava, mas só para a gente... Para o consumo de casa mesmo, né? Aí pescava e quando era assim dia de domingo ele ia juntar caroço para defumar, né? Naquele tempo era defumado a borracha, né? Aí depois passaram para fazer borracha de coxo. Aí juntava aquela o sarnambi do mato, aí fazia uma caixa grande assim, botava aquele leite tudinho ali dentro e fazia aquelas prancha, né? Era leite coalhado.
E ele... Mas me explica melhor, esse seringal que ela foi trabalhar, que o que a senhora nasceu dentro desse seringal?
Não, senhora, eu nasci aqui em Jaci. É. Aí ela saiu gestante de mim, né? Ah Aí meu pai falou, olha, aqui é muito difícil para tu ganhar essa criança, então, que aquele tempo eram meio difícil as coisa, né? Então você vai para cidade. Aí ela veio para cá. Aí chegou aqui e me teve, né? Aí passou o resguardo, aí ela foi para o seringal de novo. E ela trabalhava no seringal também?

Ela trabalhava... Sim, ela trabalhava em roça, né? Mas era difícil. Quando ele não tinha tempo, aí ela ia, né? Plantar feijão, eh, plantar, assim, arroz, plantar mandioca. Eh Mas era difícil. Ele quase não deixava ela ir para roça, não.
Ela era era... Quantos filhos ele ele, quantos irmãos a senhora teve?
Quanto irmão? É, deixa eu ver. Ela teve cinco filho. Foi. Cinco... Seis filhos. Aí... Foi seis, foi ela foi. Seis filho. Então, ela teve no seringal, né? Eh A última criança que ela teve foi no seringal. Então, aí ela... Meu meu pai veio para cá, tomou uma viagem, veio para cá. E aí ela ficou lá. Ela falou, rapaz, tu não me deixa só, que eu vou ganhar essa criança esse mês. Falou, não, mas eu vou lá lá embaixo no Jaci e volto logo. E nada, quando ele chegou lá, ela já tinha ganhado a neném, então não tinha se desocupado, né? Aí estava sofrendo lá na cama, sem ter o resto, né? Aí ele foi chamar uma parteira assim, aí ela veio, que ela entendia bem, né? Que era nossa vizinha. Vizinha, assim, de longe, né? Ele foi pegar ela, aí ela veio, aí ela Teve o resto dela. O E aí deu certo o parto? Deu certo. Aí ela teve o resto, né, tudo. Aí bem, aí ela ficou doente. Ficou doente. Por causa disso?

causa desse desse parto. Ficou doente, né. Aí ele trouxe ela para cá. Aí o pessoal fala, ah, isso é macumba, isso é macumba. Que eu não acredito nessas coisas, não gosto nem de falar nisso de negócio de macumba. Aí nada, que macumba que nada, ele levou para Guajará ela.
Foi para o médico, né.
Que que ela tinha? Ela sentia dor, muita dor pela barriga. Aí ele foi, levou ela para Guajará. Aí ela já veio boa né, ficou boa. Ah Aí ela começou a trabalhar trabalhar né, aí pronto, bateu hemorragia. E dessa hemorragia ela não escapou.
E aí a senhora tinha que idade, a senhora? É, eu estava né
Nesse tempo eu estava com quatorze anos. Era quatorze anos quando ela morreu.
O que que a senhora, antes dos quatorze anos, a senhora morava onde? Dentro do seringal? É.
Essa senhora, eu fiquei lá no seringal, né? Tinha a minha irmã mais velha, que ela tinha mais ou menos uns vinte anos já, né? É, ela tinha uns vinte anos, aí ela ficou cuidando da gente, né? Aí ela era muito malvada, batia muito na gente, né?
Essa irmã?
É. Como é que ela fazia? Ela batia na gente, né? Ela pegava assim a vara, né? E batia na gente, eu batia nela, mas era muito difícil eu bater nela. Mais ela batia em mim do que eu bater nela. Aí eu, quer saber? Um dia eu vou-me embora. Aí batalhei, batalhei, aguentei, né? Aí quando foi... Um dia eu vim para cá e encontrei esse rapaz. Aí começamos se gostar, né? Encontrou esse rapaz na rua? É, aqui na aqui em Jaci. Como é que era Jaci nessa época? Ih, Jaci era bem pequenininho, era bem pequenininho. Era mata, né? Eh Era uma mata? É Era, era uma mata mesmo. Tinha pouca casa, pouca casinha tinha.
E era uma cidade assim?
Não senhora, era assim uma vila, uma vilazinha.
Tinha quantas casas mais ou... Tinha
Mais ou menos umas vinte casas, por aí assim. Talvez se se fosse... Se tivesse mais, era pouca coisa. Mas umas vinte casas, mais ou menos. Era mato mesmo. Aí depois foi crescendo, crescendo, né? Aí a senhora conheceu esse rapaz e ele foi para o seringal atrás da senhora? Foi

Aí eh começamos a se gostar aqui, né? Aí ele foi. Foi lá para o seringal, que o pai dele tinha uma fazenda lá, né?
O pai dele era peruano. Ah, então me conta a história dele.
O pai dele era peruano. Era, sim senhora, peruano. Então, aí ele foi para lá, para fazenda. Ele criava muito gado. O pai dele criava gado lá? Senhora, criava gado, criava porco, ovelha. A senhora abria o curral, assiste fazia gosto, né? Que saía aquele monte de ovelha, né? Porco também, gado. Aí, e ficamos por lá, né? Aí ele ia na minha casa, eu ia na dele, né? Assim, passear, né? Aí começamos a se gostar, aí casemos. E o seu pai gostou desse casamento? Ah, ele não queria porque disse que eu era muito nova.
Quantos anos você tinha?
Eu estava, deixa eu ver, eu estava com E ele não queria? Não queria, não queria que nós casássemos porque ele disse que a gente estava muito nova para casar, depois o marido não não dava certo, o marido ia judiar da gente, ai mas graças a Deus, ai menina, foi uma benção para mim, foi meu casamento.
Agora, antes de casar, a senhora veio para cá e ficou na casa de quem? É
Fiquei na casa de uma de uma comadre da gente. Comadre... Para quê? Comadre do meu pai. Porque a gente vinha de lá, né não tinha onde ficar, aí a gente ia para lá. Ficava, passava às vez de quinze dias, às vezes de vinte dias, aí ia para o seringal de novo. Mas não vinha para estudar, tinha escola e assim? Sim, sim. Aí depois, né, ele ele falou... Isso é uma máquina, é? E é isso, meu Deus. Aí ele foi falou, é eu vou botar vocês para lá para o Jaci, para vocês estudar, falar com o meu irmão lá, que era irmão de criação dele. Aí botar vocês para lá para estudar. Ele queria que vocês estudassem, né? Queria, sim senhora, ele queria. E eu também tinha vontade de estudar. Aí viemos para casa desse meu tio, vim para casa desse meu tio. E a mulher dele era ruim, ruim, ruim, uma mulher dele. Aí ela amanhecia o dia, né? Põe uma baciona grande assim, ela enchia de louça. E vai lavar, vai lavar louça. O igarapé era como daqui lá para aquele barranco.

Aí eu saía chorando com aquela bacia na cabeça, né? Aí, mas que jeito.

Chegava lá, eu ficava pensando que lá nesse igarapé, assim, onde eu lavava a louça era rasinho. Mas, assim, para para trás era assim um um poço, assim, era fundo. Então, ali diz que morava uma cobra. Em tempo dessa cobra me pegar, né? Aí eu ficava lá, pensando, eu digo, isso aqui é... Eu vim é para cá para estudar e essa mulher não não me bota para para aula. Me bota para trabalhar. Aí eu chorava, chorava, né? Sozinha no Sozinha no igarapé. Só eu e Deus no igarapé. Aí chegava com a louça, ela... Pegue a vassoura, vai varrer o terreiro. Solzão quente, aí eu varria o terreiro. Varria o terreiro, tudinho, né? Depois ia tomar banho. Aí almoçava, ficava por ali. E ela já procurava outro trabalho para mim fazer. E aí ela mandou a senhora para escola? Não, senhora, de jeito nenhum. No outro dia, minha irmã, do mesmo jeito. E assim, eu estava sofrendo desse jeito.
Mas me explica, a senhora ficou quanto tempo na casa
Eu fiquei mais ou menos uns seis meses, por aí assim. E aí, por que que a senhora saiu? Aí, meu pai chegou, né? Eu falei, meu pai, olha, está se passando isso, isso e isso. Eu não quero mais ficar aqui. Aí ele foi e falou, é, minha filha, mas que jeito. Eu moro lá no seringal, e não tem como você estudar. Aguente, fica aí. Eu falei, não, papai, não quero mais, não. Não quero mais ficar aqui, não. Aí está bom, me levou para o para o sítio de novo, para o seringal. Aí fiquei por lá, Aí depois, ele veio aqui, aí tinha um senhor por nome Zé Salé, que ele era o prefeito aqui em Jaci. Aí ele foi e falou, rapaz, a minha mulher, fica com a minha minha irmã fica sozinha, eh o marido dela trabalha, então, você não quer deixar sua filha ir para lá? Serve mesmo de companhia, ela estuda e serve de companhia para minha mulher. Aí está bom. Minha madrinha, né? Aí fui para lá. Ah, dona, quando cheguei lá, hum... A mulher me botava para fazer faxina, né? Eh... Aí eu falei, madrinha, eu não vou para aula hoje, madrinha. Aí ela falou, não, minha filha, vai amanhã. E assim, dona menina, eu sofri um bocado.

Então a senhora também não foi para escola lá? É
Não, senhora. Aí, era contado os dias que eu ia para aula, né? Aí, às vezes, quando ela amanhecia com de bom amor, ela dizia, bem, hoje você vai para aula. Aí eu ia, né? Eu ia alegre, né? Que eu ia, botava meu livrinho debaixo do braço, que eu não tinha bolsa mesmo, né? Aí, botava meu livrinho debaixo do braço e ia para aula. Aí, chegava satisfeita, tudinho, né? Já no outro dia, já não ia. Já no outro, já não ia também. E era assim. Eu me criei assim. Aí depois, eu digo, quer saber, eu estou para fugir, me embora, meu Deus. É, eu não estou suportando esse sofrimento. Aí bem, meu pai chegou, aí eu falei, vai. Eu acho que eu eu não vou ficar aqui não. Não, você tem que ficar aqui, pensou a madrinha. Aí eu chamei ele assim, né e contei a situação. Ele falou, ah, minha filha, você está sem sorte mesmo. Então eu vou lhe levar. Tem que criar vocês é burro mesmo, ele falava né? Ele falava? <laughs> É. Tem que criar vocês no seringal, burro mesmo. Meu pai sabia ler, mas bem pouquinho. Agora minha mãe sabia ler bem. Minha mãe era paraense ela. Ah ela já... É. Aí, né, ela ensinava a gente em casa, assim, né, quando ela tinha tempo. Aí, mas eu não aprendi nada, não. depois que meu meu esposo faleceu, eu disse, quer saber? Meti aquilo na cabeça, quer saber? Eu vou estudar. Aí fui, me matriculei. Ali de frente, a a igreja católica, que tem uma casa desse lado, que agora é moradia de pessoal lá, mas era o centro comunitário. Essa dona Alda, nós trabalhava lá. Ela dava a reunião dela lá no Instituto Comunitário, para ir ela para contar. Então aí, depois que ela parou, e foi uma professora lá, para lá. Aí aí ela, essa professora lecionava lá. Aí muito boazinha a professora, aí eu estudei ainda mais ou menos umas duas semanas. Aí ela falou, dona Bela, a senhora vai aprender. Eu já escrevia bem, né? Aí meu nome, já escrevia as letrinhas que eu prestava atenção, aí escrevendo, né? Aí quando foi o dia, eu vinha com minha bolsinha do lado, aí encontrei três marginal, acho que uma noia, né? Aí, dona, aí eles correram atrás de mim e me pegaram, me puxaram a minha bolsa, né? Aí eu digo, pelo amor de Deus, me deixe, pelo amor de Deus, me deixe que eu vou para casa. Que ir para casa coisa nenhuma. Aí eu puxava de um lado, puxava do outro, né? Até que ia passando um senhor, um velhinho, né? Aí eu gritei, eu, aí eles correram, né? Correram e deixaram minha bolsa jogada assim. Aí eu peguei minha bolsa. E a senhora acredita que eu fiquei com aquilo e não quis mais estudar? Aí eu chamava as vizinhas. Vizinha, bora para aula. A vizinha desse lado, a vizinha desse. Vamos para aula, que elas também não sabem ler. Vamos para aula. Aí se elas fossem, aí eu tinha continuado.
Mas nenhuma quis ir. Mas agora vamos voltar lá para o seringal, de quando a senhora então foi e voltou lá, e a senhora ficou morando lá, e como é que era? Sim Desde que idade a senhora começou a trabalhar no seringal?
Eu tinha uma idade mais ou menos de uns vinte anos. A primeira vez que a senhora foi trabalhar? Foi que eu fui trabalhar aqui. Logo que eu me casei, aí eu fui, né meu marido, nós já morava tudo junto, era meu cunhado, du três cunhada e meu sogro. Aí eu falei para ele, olha, isso aqui não está bem não, velho. Nós casemos, então, com pouco pouco tempo de casado. Então, nós tem que ter nossa casinha. Aí era tudo misturado, né? Barracão grande, aí era um quarto para cada um Aí eu não estava achando bom ali. Ali, aí eu falei, olha, nós casamos, faz muito tempo que nós casamos. Então, vamos fazer uma casinha para nós? Aí ele falou, é mesmo, vamos. Aí ele fez uma casinha assim, como daqui lá, para ponta da praia, aí mas sempre no mesmo terreno. Aí pronto fez aquela casinha e nós morava lá. Aí eu vinha aqui no meu sogro vinha nas minhas cunhadas, elas iam lá, aí ficou bom. Porque eu gosto de morar assim, dona, eu não gosto de morar misturado não. E aí o seu marido fazia o quê? É.
Seringa, cortava seringa.
E aí por que que a senhora decidiu... Aí aí ele começou a botar roça, né? Eh Fazer derruba para colocar roça. Aí eu ia plantar. Ia para roça com ele, né? Aí ele falava, ah, mulher, fica em casa, lugar de mulher é em casa. Não, mas eu vou, meu velho, eu vou com você. Aí lá eu ia, né? Mas ele não não achava muito bom não que eu fosse para roça, porque dizia ele que eu podia cair, me machucar, e o sol quente também, né? Ele não queria não, mas eu era teimosa e eu ia. É, aí Tinha dia que ele ia para estrada, eu ia também com ele né. Nesse tempo só tinha essa menina aí. Aí pequenininha ele botava no tumtum nós ia nós ia embora. Eh Eu levava espingarda, e ele leva com a menina no tumtum, chegava na madeira, ele botava arriava a menina, aí arriava a espingarda, eu. Aí eu andava com a faquinha assim, mas ele não gostava que eu cortasse. Dizia, eh tu estraga as madeiras, tu vai matar minhas madeiras. Não, mas eu vou só treinar. Aí eu cortava, né embutia. Aí quando não, ele ia cortando, eu ia embutindo. Ia cortando, eu ia embutindo.
Como é que é que faz exatamente?
Corta assim, porque ãh porque eu estou aqui. Aí corta assim, oh menina a madeira, corta a madeira assim, aí embute aqui, a tigela. Eh Aí es vem escorrendo o leite, cai dentro daquela tigela. A gente chegava no pé da madeira, estava cheinha, <coughs> cheinha, tigela derramando.
Aí quando a tigela está cheia, o que que tem que fazer?
Bota dentro do balde. Coloca dentro do balde, um balde grande assim, da boca desse tamanhinho, aí coloca dentro daquele balde, quando aquele balde está cheio, aí eles colocam num saco, né, que a gente eh tem um saco assim, desse tamanho assim, defumado. Então coloca aquele leite ali, do aquele balde, dentro daquele saco, amarra, aí deixa lá aí continua.
colhendo. E aí depois o que que faz com aquele saco? É, é
Leva para casa. É Bota numa estopinha né, tem uma uma sacolinha, que é de sacola de... desses panos de de saco de açúcar de primeiro que vinha, né? Antigo, que vinha esse saco de açúcar. Aí a gente abria ele, fazia uma sacolinha, aí botava o saco dentro e ia embora para casa.
E aí o que que faz depois com essa com essa... Quantos sacos vocês faziam por dia? Eh
Era às vezes fazia um, dois, né? Eh Às vezes fazia um e o balde cheio e o saco cheio também. Às vezes fazia dois dois sacos cheios e o balde cheio. E aí levava no na... Levava na na na na nas costas, né?
Chegava lá... Tempo de andar até para onde? Para casa? Para casa, sim senhora. É quanto tempo do da da casa? É
Era mais ou menos assim uma meia hora, né? Eh... Às vezes dez minutos, às vezes tinha estrada que era bem pertinho. Aí chegava, ele botava na bacia, bacia grande assim, colocava dentro da bacia, aí ia fazer fogo numa fornalha que tem assim, ele faz uma fornalha assim no chão, aí faz uma boquinha bem pequenininha. Ali, né, eles mete um um assim um tarugo, um pau num num cavador e aí ali defuma. Defuma aquela coisa ali. Defuma como?

Ele chega, né, aí incende aquela fornalha com cavaco. Incende, bota o cavaco embaixo, né, quando está bem aceso aí coloca o coco ali dentro. Coloca o coco ali dentro. Aí quando já está bem bem quente, aí ele vai e bota o cavador. Aqui uma forquilha assim, né? E bota o cavador rodando assim, aquele tarugo de pau. Aí defuma. Aí depois tira aquela plancha. Aquela plancha dali daquele pau. Aí enrola. Aí no outro dia já mete no cavador e já vai defumar. Aí faz a borrachona. Eh <laughs>
Pois é. E para quem vocês vendiam essa borracha?
Vendiam para Seu Jamin, que mora aqui no Jaci.
Ele mora aqui, Seu Jamin.
O que que ele fazia? Ele comprava a borracha? É Comprava a borracha e aí levava para Porto Velho, né?

E o resto do que vocês precisavam para viver, vocês compravam aonde? Eh
Nós comprava aqui mesmo, em Jaci. Dele. Dele também? É, dele Desse Seu Jamin. Eh, ele era... O que que ele vendia de? Ele vendia mercadoria, né? Era de tudo, engrosso, né? Era açúcar, era feijão, era arroz, tudo, tudo mesmo. Tinha uma um tipo um mercado, né? Aí a gente vinha, chegava, entregava borracha, ele pesava, e aí... Aquele total que dava, né aí a gente já pegava em mercadoria e já ia de novo.
Ele pagava alguma vez em dinheiro ou era sempre em mercadoria?
Em mercadoria, em dinheiro. Às vezes meu esposo precisava ir para Porto Velho, né aí ele pagava em dinheiro. Aí, quando não, que daqui a meia a gente voltava aí ele pegava tudo em mercadoria.
E aí a senhora ficava lá é no seringal? É
É, eu ficava. Muitas vezes eu fiquei só lá, só eu e o meu menino. E ele vinha para cá vender o produto, né, para comprar mercadoria. Mas nós morava no seringal assim quase não nós não não precisava de muitas coisas. Era, precisava de açúcar, né? Eh Mas era sal, Café também não, que nós tinha um cafezal, que era um enorme, né? Ah é? Então era, sim senhora. Então a gente tomava café só dali. Açúcar também a gente comprava, porque eu não me dou com com feito café com o caldo de cana. <sighs> Nós tinha um canavial, né? Aí a gente tinha uma mandioca muito boa. Aí moía aquela vez meia lata dessas latas com bocado de de banha. moía meia lata de caldo de cana. Ali a gente botava para a feira e vinha aquela aquela aquele caldo né de cana. Aí ficava para outro dia. A gente fazia o café. Muito gostoso é o café feito com caldo de cana. Mas só que eu não me dava. Me dava uma dor de barriga. Aí meu marido falava, não. Não adianta tu tomar esse café com feito com garapa, não. Chamava garapa. Não adianta. Então eu vou na rua comprar açúcar. Aí ele vinha, comprava, às vezes, de fardo de açúcar, aí ficava lá. Aí, às vezes, os vizinhos não tinham, vinha em casa, a gente vendia, às vezes, dava, né? Era assim, que a gente morava no sítio, a gente, os vizinhos, chega, né? A gente dá as coisas, né? Assim, por exemplo, carne, farinha, a gente dava aí à vontade. Eh
Mas aí a senhora teve quantos filhos?
Cinco. Cinco? Cinco, sim, senhora. Cinco Cinco filhos. E a primeira foi mulher. Aí morreu, com sete dias de nascida.
Aí depois veio essa daí... O que que aconteceu com ela?
Por que que ela... Ãh? Por que que ela morreu? Ela morreu... É... Eu não sei nem dizer o que foi, porque deu uma febre, deu uma febre nela, né? Ãh Aí ela começou a se tremer tudo, se tremer tudo, aí... Quando a febre mo... A senhora estava no seringal? É, estava no seringal. Aí nós estava querendo descer, né? Para trazer ela para cá. Aí isso foi... Começou como hoje. Aí uma manhã nós já ia descer, para trazer ela para... Lugar de recurso. Aí, quando foi a noite, ela morreu. Aí depois eu tive essa daí, mulher também. Aí depois tive esse que está doente, homem. Depois esse que está em Porto Velho, homem.
Depois esse daí. E esse que está aqui com a senhora é o último? É Essa, é o caçula. E ele já nasceu especial?
Já, sim senhora, já nasceu assim. Dentro Como é que a senhora descobriu? Dentro do ventre ele já veio assim. Ih Ixi, eu vivia doente, né? Cheia de dor. Aí tive ele no seringal também. Aí cheia de dor, né? Tinha aquelas dor, aquelas dor, tinha dia parece que eu já ia ganhar. Aí o meu marido foi em Porto Velho, trouxe uma parteira, né? Muito boa a parteira. Aí ela falou, olha, dona Bela, eu acharia melhor ir para a rua para rua, ir na na cidade, é melhor a senhora ter essa criança. Não, mas que nada eu vou ter aqui mesmo. Aí tive lá mesmo no seringal, aí o bichinho já nasceu doente. Nasceu, bem dizer, morto ele, né? Só batia o coraçãozinho. Aí até pensava que ele não ia, não ia, eh não ia escapar, não ia viver, né? Mas graças a Deus está aí. Mas eh, mas meu Deus, esse aí meu Deus, não tem esse dia que eu não diga, hoje eu estou com uma dor. É dor de cabeça, é dor nas pernas. Seja lá o que for, inventa. Mas, às vezes, já é, também, denguice dele. É. Desde pequenininho que ele é assim? É, dona É, desde pequenininho. Ixe, me deu muito trabalho, ainda me dá. Por quê? Muito trabalho Porque eu só vivia com ele no médico, né? Eh Vivia, às vezes... Quando ele nasceu, ele começou a botar um negócio do nariz assim, né? Diz a parteira que foi parto que ele engoliu muito, né? Eu não entendo isso aí.

Ela disse que era foi parte que ele engoliu muito. Então, ele botava, às vezes, estava dormindo, aí ele parece que arrotava, não sei como é que era, ele botava aquele negócio pelo nariz, pelo nariz. E a senhora acredita que eu, depois que eu tive ele, eu não saí para canto nenhum. Botava ele na rede, ali pertinho de mim, na cozinha. Era um pé lá na cozinha e outro na rede dele. Mais na rede dele do que mesmo na cozinha.

Depois eu levei ele no médico, aí o médico falou que tinha que ter muito cuidado com ele, né? Porque senão estava arriscado ele, qualquer hora, dar aquele negócio sair do nariz dele, ele morrer sufocado, Aí, graças a Deus, criei ele e está aí.
Está com É. Mas foi dife diferente, muito diferente, criar ele do que os outros? É
Foi, sim senhora, foi. Isso aí deu trabalho demais. Eu vinha com ele no médico, com ele no benzador, né? Quando ele sentia qualquer coisinha, eu já estava com ele no benzedor. Aí meu marido que falava, mulher, larga de ser doida, tu vai ficar doida, mulher, com esse menino. Não, mas eu sou mãe, eu que sei. Tem que ter cuidado com ele. E aí tive muito cuidado, porque eu acho que se eu não tivesse cuidado dele bem, ele não estaria vivo aí. Deu muito trabalho ele, muito. Até agora ainda me dá. Quando tem dor de cabeça, dor no estômago, ele sofre gastrite. É Tempo ele tacou a gastrite nele, aí ele ficou ruim, ruim, eu levei ele na Bolívia. Aí o médico eh fez tudo os exames, né? Aí ele falou que ele estava com gastrite. Passou remédio e medicação direitinho, dei. Pronto. Ficou bom. Quando foi uns tempo desse lá, começou de novo. Doeu o estômago, porque ele gosta de comer muita farinha, muito refrigerante, ele gosta. E o médico proibiu dele tomar refrigerante, comer farinha, comer muita fritura. Mas ele gosta de comer essas coisas.
Mas como é que é ter o filho sozinha lá no seringal?

A senhora sente a dor e aí faz o que? <laughs>
Sinto a dor, né? E aí a parteira está ali perto, né? Ah, chama a parteira. Está Não, precisa ser a parteira, porque meu marido não se descuidava, não. Quando ele... Antes, o um mês eh... No mês que eu que eu estava para ganhar, ele já vinha aqui na rua lá já levava a parteira. Eu nunca ganhei sozinha, não. Graças a Deus, não. Só com a parteira ali perto. E ele também. Meu marido eh.
E aí o seu marido era trabalhador?
Era, sim senhora. Muito trabalhador. Trabalhador demais mesmo. O que que ele fazia? Como é que era a vida de vocês? Era seringa? Ele cortava seringa, trabalhava em roça né. Nós fazia farinha eh. Quando nós morava no sítio, ixe era fartura de tudo. E o peixe? Nós tinha peixe, nós tinha carne, nós tinha farinha, farinha nós não comprava. Aí fazia farinha mesmo daí da roça, fazia aqueles tambor de duzentos litros cheião, né? Aí tinha um um pessoal assim, nossos vizinhos, aí a gente vendia, quando eles faltava farinha lá eles vinham, comprava. E era assim. Eh Cana, nós fazia aquele melado, comer mel, Aí a gente vendia para o pessoal, dava, né? É pessoal que mora no sítio, né? Tudo os vizinhos ali, tudo são, bem dizer, é parente da gente, né? É. Quando chega na casa da gente, a gente tem que ah... É um prazer da gente para gente dar um agrado para aquela pessoa, né? É Era assim que nós vivia, assim. E aí a senhora também aprendeu a fazer parto? Aprendi, sim senhora, aprendi. Como é que... Aí Tinha uma uma senhora que ela morava nesse... Era um florestamento, né? Era um... O pessoal lá tinha muita gente. Então, as mulher quando sentia dor, já corria para ir para casa. Aí um dia chegou duas para ganhar neném. Uma ganhou dia dois de maio, outra ganhou dia dia Toda as duas eu assisti com ela. Mas como é que foi que a senhora fez? Eh Aí, elas chegavam, né, em embrulhada com aqueles cobertor de... Aqueles cobertor de lã. Chegava tudo embrulhado, né. Aí chegava e dizia, ô dona Bela, eu vim aqui com a senhora. Com a senhora, dá uma olhada na minha barriga. Aí eu levava para o quarto, né. Já olhava se estava bem a criança, né. Aí se não estava bem, já mandava ela procurar recurso, Um dia chegou uma lá que o neném dela tinha morrido, né? Estava mais ou menos com um dia que tinha morrido a criança. A senhora sabia? É, ah eu sei, Aí ela chegou, aí falou, oh dona Bela, a senhora me acuda que eu estou com... Desde onde que eu estou com assim uma dor, uma dor no pé da minha barriga, aquela dor que não passa. Aí eu levei ela lá para o quarto. Me deu uma febre e vômito e um frio. Está bom, eu levei para lá, né? Aí a gente escuta, né? Escutei tudinho, encostar, assim, o vidro na barriga dela né, escutei tudinho, nada, a criança não me enxia. Aí eu fui chamei o marido dela, eu falei, olha, o senhor pode procurar recurso. Leve ela para cidade, que a criança dela está morta. É mesmo, dona Bela? Eu falei, é. Está morta a criança dela. Aí ele trouxe ela. Aí de... a voadeira, né? Aí trouxe, chegou aqui, levou para Porto Velho, chegou lá. O médico operou ela. Estava morta a criança. As Eu assisti vixe, não sei nem quantas mulheres que eu assisti assim.
Mas como foi que a senhora aprendeu?
Eu aprendi com a comadre minha, né? Que ela, a mulher, estava para ganhar neném, né? Aí ela me chamou, comadre, vem aqui vem me ajudar. Aí ela foi, né? Pegou o neném, né? Ela falou, olha, se por acaso um dia for preciso da senhora pegar alguma criança, é desse jeito. Aí com ela que eu aprendi. Aí a senhora depois foi sozinha? Foi sozinha. Às vezes só tinha só eu e a e a pessoa mesmo que estava para ganhar. E ficava só eu e aquela pessoa. Eu nunca tive nervoso, nunca não. Tem mulher que tem nervoso, né? Não, eu não tenho nervoso. Numa hora dessa não é para gente ter nervoso. E a senhora aprendeu certinho? Aprendi. Aí A criança nascia, né? Aí eu pedia assim, três dedos, o imbigo, né? Aí cortava, amarrava bem amarradinho, daí cortava.
Com três dias caía aquele imbigo. É... Tem a mão boa para para essas coisas. <laughs>
Tem a mão boa para fazer o parto? Tenho, tenho tem. Tem parteira que ela faz parto assim, aí custa cair o imbigo da criança, né?

Com três dias já está saradinho. Mas a senhora já pegou alguma complicação do neném não quer sair e tal?
Não, não, senhora. Graças a Deus, não. Tudo é normal, normal. Agora, teve uma mulher lá que ela fazia doente, né? Aí diz que muitas dor. Falei, não, minha filha, pode procurar recurso. Vai para cidade. O lugar de de mulher ganhar neném é lá na maternidade. Falei para ela, aí ela veio para maternidade. Aí, rapaz, ela passou mal mesmo. Eh Mas teve a criança.
E dona Bela, vem cá, aí a senhora cresceu, ficou lá no seringal com os filhos e depois foi veio morar para cá, para Jaci?
Foi, sim senhora. Depois eu vim morar. Por quê?

Aí nós ficamos por lá, né? Aí me casei, aí fui lá para o seringal, fiquei para lá e tive meus filhos lá, né? E meus filhos tudo de lá no seringal. Aí, depois meu marido começou a adoecer. Que que Era febre né, era dor no baço. O baço dele ficava assim inflamado. A gente topava assim sentia aquilo duro o baço dele. Aí, tomava remédio caseiro né. Melhorava. Aí eu falei, olha, meu velho, você vai no médico. Quando a gente se sente doente assim, tem que procurar o médico. Aí ele não gostava do médico, não gostava. Porque nada, o médico, o o o meu médico é eu mesmo, falava. Tomava copaíba, né? Tomava os pau que tem no mato, que chama sucuba. Ele tirava a casca e colocava no sol. Fazia o chá e tomava. Eh Aí bem. Aí... Ele foi começando a ficar ruim, ficar ruim. Aí nós viemos aqui para o Jaci. Viemos para cá, fomos para casa desse meu filho, que está doente. Nós ficamos aí. Aí ele falou, ah, vou levar meu pai no médico. Aí eu ia não, não, não vou no médico não. Não, que nada, o senhor vai no médico é hoje. Aí levou ele para Porto Velho. Aí chegou lá, foi fez um exame, né? Aí deu pedra na vesícula. Aí, bem, aí... Ficou... Ficou tomando remédio. O médico passou o remédio para ele. Ficou tomando o remédio. Aí, quando terminou aquela medicação, ele falou, você vem aqui. Quando terminar, você vem aqui. Aí ele foi, né? Aí disse, olha, eu vou marcar uma cirurgia para você. Vai operar dessa pedra na vesícula.

Aí marcou. Aí não deu certo. Quando foi naquele dia que o médico marcou, aí lá houve lá um atrapalho, que não tinha leito. Aí foi para casa de novo. Marcou outra data. Aí nessa arrumação, para encurtar a conversa, foi cinco, cinco vezes o médico marcou. Nas seis vezes que deu certo, que aí ele se internou, aí operou num dia, Aí diz ele que atacou, diz lá o o meu filho que estava com ele, a minha nora, aí que atacou aquela dor. Diz que aquela dor, aquela dor que ele gritava dentro do hospital. Aí a doutora, a enfermeira, foi lá, ele estava os gritos, né, mas será possível que é que o senhor João tem? Aí disse, é anestesia que passou, por isso quando passa anestesia, dói muito, né. Aí ela foi buscar um analgésico para ele. Pegou, deu para ele, né. E ele sempre gritando, gritando. E o meu menino agoniado. Enfermeira, vá chamar o médico. Enfermeira, vá chamar o médico. Aí ela falou, não, é assim mesmo. Quando está passando anestesia, dói muito. Aí ele com aquela dor, aquela dor. Aí até que o meu menino, ele é meio afobado, o que mora em Porto Velho. Aí foi lá, procurou o médico dele. Aí o médico foi. Quando chegou lá, aí disse que ele olhou para ele e já correu, né? Já veio correndo. Aí veio buscar os aparelho, aí botou nele, aí colocaram ele na u tê i. Passou ainda, parece que cinco dias na u tê i. E aí depois? E aí morreu, de lá morreu. E de lá a senhora ficou com os filhos já grandes?
Já, tudo grande já.
É. Tudo já criado já. A minha filha já casada. Esse que está aqui também é casado. O outro também é casado. Só esse que não é. Aí já ficaram tudo já. Tudo grande. Menina, aquela menina está lá sozinha. Não.

Aqui já morreu uma menina afogada, dona. E eu não sei como é que essas menina mulher deixam essas crianças assim. Ai, meu Deus, eu sou nervosa. Mas deve ter gente grande lá. Pois é. E aí eu sei que ele sofreu, meu marido, antes de morrer. Aí diz que ele gritava, gritava com muita dor. Mas e aí? Depois que ele faleceu, a senhora ficou sozinha e veio morar aqui para Vim, sim, senhora. Aí, né, colocaram ele na u tê i. Aí ficava meu menino, a minha nora e meu neto, né? Eu tenho um neto que é o filho da Rosa, o mais velho. Mas ficava lá com ele. Aí diz que ele me chamava, chamava eu... Aquilo ali, quando eu entrava ali dentro, eu chegava com aquela... Parece que era uma facada que me dava no meu coração. Eu via naquele sofrimento, né? Aí depois, parece que aplicaram a injeção dele, que ele ficava... Ãh? Fica ficava bem calminho, ele, né? Aí meu menino estava aqui no Jaci, esse que está doente. Aí eu falei, meu velho, olha, eu vou ligar para o para o Pedro para ele vir aqui, para ele te ver. Aí ele fazia com o dedo assim, né? Dizendo que ele ia chegar, mas não ia sair com vida, né? Aí eu fu ele falava, escu botava o ouvido bem pertinho dele, né? Aí ele falava bem baixinho. Ave Maria, aquilo ali para mim parece que é era um era um golpe que eu que eu levava. Sofreu muito meu marido antes de morrer. Aí depois que ele morreu, <sighs> aí eu estava em casa, né? Aí toda vez que a minha nora ia para lá, eu falei, minha filha, quando você chegar lá, você ligue para mim, que eu estou aqui no pé do telefone para escutar, para atender o telefone, <sighs> para ver como é que está meu velho. Aí está bom, dona Bela. Chegava lá, ela ligava logo. Ele está bem, está bem, mas nada, eles não não falavam para mim, não. Aí, quando foi um dia, nós estava tudo lá na sala, assim, conversando, né? O telefone tocou. Aí, minha nora foi para lá, atendeu. Aí, eu vi ela balançar a cabeça. Eu falei, ai, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Aí, ela veio de lá para cá, disse, Dona Bela, eu vou no hospital. Eu digo, o que é que aconteceu? É Cila o nome dela. O que aconteceu, Cila? Não rolou nada não. O Alberto está me chamando, <sighs> que o seu João, eh que é para mim ficar lá, para ele vir aqui em casa, tomar um banho. Mentira que ele já tinha falecido. Aí eu falei, aí... Daí eu falei assim, mas mas Cila, me conta, o que que está se passando, rapaz? Tu balançou a cabeça aí? Aí ela falou, nada não, dona Bela. Eu vou lá só ficar lá ficar lá que o Pedro o Roberto vem tomar banho. Está bom. Aí, a menina... Sim, aí o telefone tocou de novo. Aí a menina foi atender. Eu eu tenho uma meninazinha deste tamanho, agora está um moção Aí ela falou, mamãe, vem aqui, mamãe. O papai está ligando que o vovô morreu. Ai, dona. Isso aí parece assim que me deram uma pancada. Aí, eu me sentei assim, né? Aí me deu um negócio, um tremor, um tremor. Aí lá ligaram para o meus parente, o meu sobrinho veio, já me levou no posto para mim tomar uma injeção. Aí eu sei que... Diz o pessoal que eu desmaiei, né? Desmaiei. Aí me levaram para o posto, aí tomei a injeção. Ah, mas foi... Um sofrimento. Faz quanto tempo isso? Eh Dez anos. Está com dez anos que ele faleceu já
Agora eu vou trocar a fita um instantinho. Dona Bela, de lá para cá, nesses dez anos, a senhora passa a maior parte do do do tempo aonde?
É aqui. É ah Eu passo aqui, passo em Porto Velho.

Fala.
Já? Não, tem que falar. Ah... O que que a senhora faz? Pois é Tenho eu tenho um, que é o eh são gêmeo, né? É o Cosme e o Damião Então, esse Damião, ele desde pequenininho foi acostumado comigo. Só dormia comigo, só dormia comigo. Então, quando eu ia... Às vezes eu na cozinha fazendo as coisas, né? Aí ele já puxava a minha roupa, puxava a minha roupa. Vovó, estou com sono. Vovó, estou com sono. Meu filho vai deitar. Meu filho, oh a cama bem aí. Meu filho vai deitar. Não, mas eu só vou com a senhora. Eu só vou com a senhora. Aí eu ia, fazia ele dormir. Aí deixava ele lá e ia fazer minha minhas coisas. É o filho dela. Ele é bem pequenininho, eles são gêmeos, né? Uh uh Tem um que é bem macetão, né? É o Cosmo. É bem ah alto, macetão ele. Agora o Damião é bem pequenininho. Ah é? É
Engraçadinho ele, bran bem branquinho. E dona Bela, conta para mim, agora a casa que a senhora mora vai vão ah vai inundar?
E, sim senhora sim eh... Como é que vai, como é que foi que a senhora soube disso? Eh Eles foram lá, né? Faz quanto tempo? Eh Está mais ou menos com... Uns oito meses. E aí falaram o que para a senhora? Eh Eles falaram, eles foram lá para indenizar, né? Aí foram lá, anotaram tudinho, os pés de árvore, o tamanho da casa, né? Eh e aí eles falaram, a senhora vai querer outra casa ou vai querer em dinheiro? Eu falei, não, eu quero outra casa, sendo do tamanho dessa, com três quarto, A sala e cozinha. Então está bom, minha filha, senhora vai ganhar uma casa boa. Aí tanto eles vão me dar a casa, né? E eu E deram ainda algum dinheiro? Já Já, sim senhora, já. Já me deram nove nove mil. Já está no banco, né? Então agora, depois que eu passar para casa, aí eles vão me dar o restante. Aí eu fui lá, né? Tem uma casa de mostra lá. Aí eu fui lá, eu gostei da das casas. Só que só é pequenininha, só de mostra mesmo, né? Agora, a que eles vão me dar mesmo é três quartos, sala e cozinha. É longe de onde a senhora mora?
É um pouco longe.

É. Eu moro lá, a senhora já foi lá, né?

Então, é lá em cima da bê erre que eles estão construindo as casas.
Ali perto, a senhora não sabe né o cemitério onde é. E aí?
O lado do cemitério.

A senhora acha que vai ser bom? Ah, eu não estou não estou nesse ponto aí, eu não estou... Muito... gostando não, né? Porque eu saí do meu lugarzinho tão gostoso, né? Ventilado ali. Ixi, há trinta anos que eu moro ali. Então eu saí dali. Eu acho que eu vou estranhar muito. Porque eu nunca morei em casa de alvenaria. Eu gosto sempre de morar em casa de madeira, né? Porque casa de madeira eu me sinto melhor. Eh Ventilada, né? E casa assim de alvenaria, quando a gente tranca tudo, parece assim que está dentro da cidade aqui. E é muito quente, né?
Eu não sei se eu vou me dar nessa casa, mas fazer o que, né? A senhora acha que vai ser bom aqui para Jaci esse essa usina?
Eu estou achando que vai ser. Vai O que que mudou desde que começaram as obras aqui? Mudou muita coisa, dona. Muita coisa mudou. O que que mudou? Mudou assim pelo Pelo menos mudou que eh Jaci cresceu mais, né? Eh Está mais movimentado. Isso é bom ou é ruim? É

Bom, sim que agora depois que que o pessoal que estão chegando de fora, né? Aí eu acho que vai ficar mais ruim de vir do os marginal, né? Eu tenho muito medo disso aí.
Os marginal atacar a casa da gente, né?
Porque isso tinha, não? Ai Não tinha não, dona menina. Eu moro ali, oh eh esses esses anos tudinho. Nunca ninguém foi mexer comigo, nunca. Eu fico só eu, esse meu menino e Deus. Aí nunca, nunca ninguém foi mexer, não. E ali os vizinhos dali, aquela moradia ali para onde eu moro, nun nunca mexeram assim nas casas da gente, não. <coughs> E agora tem. E agora para lá, para onde vão colocar a gente, né? Eu não sei também se é o costume, que a gente não tem costume, né? Mas eu acho que para ali é mais perigoso. Entendi.
Agora para ir para onde eu moro não, morada boa, morada sossegada. Mas a senhora ainda tem um sonho, dona Bela, o que que a senhora gostaria que acontecesse agora?
Que que não fosse vingar mais essas casas lá, eu fosse morasse lá mesmo na minha casinha. <laughs> Pois é eh. Gosto demais ali da minha casa. Deus me livre. Gosto demais daquele lugar ali. Uma que eh meu marido faleceu, né? Construiu aquela casinha. Aí faleceu, deixou aquela casinha para ficar debaixo, né? E outra que ali é morada boa, na beira do rio, ventilado, né? E para lá eu acho que vai ser muito quente. Não sei não, não sei o quê. Meu menino falou, não, mamãe, eu vou comprar um ar e boto aí, a senhora fica à vontade. Eu falei, não, eu sou sinusite, tem dia que eu estou que não aguento. Agora mesmo lá no no seringal, me atacou, que eu fiquei até de... deixa eu ver, de... Foi de dez horas até uma hora da madrugada, eu sem poder dormir. Aquela falta de ar, o nariz entalpia, ia um espirradeiro, um espirradeiro. Eu não sei, eu já fui no médico, o médico passou em remédio. Melhorei uns diazinhos, daí começou de novo. Aí tem um senhor lá pertinho do meu neto. Aí ele mora lá perto dele. Então ele sofre isso aí também. Aí já foi operado. Operaram assim o nariz dele. Aí diz ele que operou, mas só por operar mesmo. Mas ele não ficou bom não. ataca ele tem dia que ataca que ele fica ruim, ruim. É Aí a senhora está com medo que na casa nova vai ter mais isso. É É, é lá eu estou com medo de eu ficar mais ruim. Lá porque tudo fechado, né? Eh e a gente E é um bairro só para todo mundo? É
É, sim senhora. É um bairro só. Está bom. Então está, dona Bela, super obrigada pela história. Sim, senhora.
A senhora quer dizer mais alguma coisa? Por enquanto não, né dona? Eh, como é seu nome? Karen. Ah Dona Karen. Eh Por enquanto não, Dona Karen, né? Está bom. Então está